Ésse agá ê i ême

O nascimento.

Hannover é uma grande cidade na Alemanha. êh E é uma a próxima cidade de trinta e cinco quilômetros de Hannover. Hannover é grande. É importante. E a data de seu nasci A minha data Hum a data de nascimento é
E a senhora, a senhora poderia falar o nome dos seus pais?

Não, de nasci de de de de de nascença, de nascimento? Não. Eh Esquece.

Esse é o de nascimento. É uma família muito conhecida no sul da Alemanha. E âh

E o que é que eles faziam? Qual que era a atividade deles?
Ele era um eh ele era um hã empresário de department stores, como se diz department stores, êh êh lojas de departamento, como mapping, em cidades médias da Alemanha. Então ele era em doze cidades, ele tinha as lo a loja grande sabe aquelas ãh. Cada pequena cidade, como Capidens ou sei lá São José dos Campos, tem uma loja grande. Ele, na Alemanha, em doze cidades, tinha um um ãh aquelas lojas grandes. uh uh uh department store sabe E a sua mãe? A mãe era pianista. Fez a a faculdade de música em ãh Munique.
E a senhora tem irmãos? Eu tinha uma irmã, faleceu. E a senhora era a mais nova ou a mais velha?
Na eu sou a mais velha. Eu tive uma boa escola do Mackenzie, em São Paulo, de Comércio, e ãh eh vivi como ãh uma secretária-chefe de firma grande da Palambra, até que eu casei. E
E a senhora sabe alguma coisa da origem dessas famílias?
Todo, tudo. O que é que você quer saber exatamente da mãe? Como que eles foram chegar em Rio de O pai ãh nasceu na na na Áustria, mas aquela parte ficou da Tchecoslovaquia depois da guerra de dezoito. E o O lugar onde ele nasceu chama. Nós temos casa lá ainda hoje. É um é um lugar de de ãh hum... Como se diz de de? De hum... Recreio. E Uh lá eles tinham casas e viveram lá normal. Meu avô era ãh o pai do meu pai. Como aquela cidade era uma cidade turistas, ele tinha o atacado de carne e distribu recebe Eu vi uma vez, pendurado, aquelas vacas todas lá, e ãh distribuiu para para um lugar. Era como, sei lá, Campos do Jordão, por exemplo. Campos do Jordão deve ter um chefe para os hotéis que distribui a carne. Então, é isso que ele tinha naquela naquela cidade. E
A a senhora passou a sua infância...
Minha infância, não. Meu Meu pai saiu daquele lugar, ele foi para a Alemanha, porque aquilo tudo é Áustria, era Bohemia, Tchecoslováquia. Aí a gente tem que conhecer um pouquinho a história antes da guerra, porque de nasc de nacionalidade eu sou tcheca. Como eles chegaram lá? Sempre viveram lá, não sei. Como o pai chegou naquele era uma uma uma zona da Áustria, ãh simples, ãh fazendas, ãh eles também ti era provavelmente... O lugar era um lugar pequeno, uma village. E lá eles tinham nove irmãos, ou dez, dois morram, e dois outros viveram. E ãh hum o o avô, que não cheguei a conhecer, o pai daqueles nove, ãh hum produziu... ãh hum Ele ele... ãh hum Como se fala? Não é que ele ãh tinha ele matou ãh ãh bichos para vender. Ele comprou e vendeu carne para aquele lugar. Para aquele lugar marinho que todo mundo conhece, perto de Praga.
E a senhora sabe de como eles se conheceram? O seu pai e a sua mãe? Eh eu conheci? Não, como eles se conheceram. Ah
Ah, como eles se conheceram. Ah, isso já é complicado. A mãe era uma filha de um de de pais que, na Alemanha, tinham Como se Department stores.

Lojas departamentos. E meu pai era um homem muito também nesse ramo. Eu acho que naquela época a avó pegou um homem ãh rico e bem educado e disse, com isto você casa. Mais ou menos <laughs> foi assim. Aí casaram e foram para uma pequena cidade na Alemanha, onde o meu pai fez exatamente isso. Ele tinha uma cadeia de ãh department stores. E ãh Vivemos muito bem. Até os nazistas começarem ãh... Nós nós vivemos muito bem. Tínhamos uma enorme casa onde eu nasci. excelentes escolas, eu fiz quatro anos de escolas israelitas, mas muito bem dirigido, também um pouco religioso, e depois eu fui num convento, porque naquelas cidades viviam só sessenta mil habitantes. Dá para anotar tudo isso, mais ou menos?
Não, fica gravado, a senhora não se preocupa Ah ah bom, não é nem para anotar.
Nessa pequena cidade, a gente era um upper class entendeu, uma pequena upper class. Minha mãe tinha um quarteto, fazia música de câmara. E o meu Meu pai era um líder em ãh ãh grupos em, porque tem muitas cidades pequenas que to todas ãh tiveram uma infraestrutura infraestrutura completa. E ele era um dos ãh organizadores destes ãh grupos que tinham essas departament stores em pequenas cidades.
E da sua infância, a senhora se lembra do que é que a senhora gostava de brincar?
Brincar? Eu fui normalmente educada. Eu fui num excelente jardim de infância. Lá nós brincamos normalmente, tudo. Eu nasci numa casa grande, com jardim. Fizemos esporte. Eh sabe na Europa, no norte, tem inverno. O verão era uma coisa e o inverno era outra. Então a gente esquiou, eh a gente nadou. Tudo que é na Europa, naquela é perto de Hannover, Hannover é bem no norte da da da Alemanha. E lá nós passamos eh tempos muito agradáveis. Eu No começo da minha vida, eu sou de uma família israelita liberal e fomos normalmente educados sem grandes problemas. E fui numa escola judaica há quatro anos para depois entrar num convento, porque aí começou o nazismo, em trinta e Não, quando eu fui na escola, é por aí. E aí já tinha, com crianças israelitas, tinha problemas. E nos conven no convento foi muito mais ãh ãh liberal aquilo tudo.
E dessa primeira escola, a senhora se lembra de alguma professora marcante?
Ãh primeira escola era uma escola como antigamente um primário, como eram os primários antigamente. O professor que te ensinou do de tudo, de de de alemão, muito bem, até até ge ge ãh álgebra, <laughs> tudo. Quer dizer, um professor aqui também era assim. Ensinou tudo até o quarto ano. No quarto ano eu fui num convento de Ossolinas. Eh Lá já era diferente. Era um um um ãh ãh um convento.
E a senhora era interna no convento?
Eu fiquei um tempinho interno, mas muito pouco tempo. Eu eu eu eu não Em geral, eu fico um mês interno só, que foi bem chato. A gente tinha que tomar banho de camisola, a gente não podia andar de maiô, a gente <laughs> tudo bem convento. E Mas, naquela época, o sabe o nazismo começou naquela época, quando eu era menina. E a gente viu coisas que antigamente antigamente os alemães viveram muito bem com os judeus, muito bem mesmo. Os judeus tinham uma <sucks teeth> uma situação uma posição cultural na Alemanha. Muito superior. Até que começou aquela coisa que vocês devem já ter ouvido disso aqui, que foi muito, muito, muito sério aquilo tudo. Estragou a vida de muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas e mataram. Friamente. Como minha mãe era muito viva, muito inteligente, meu pai menos ãh ãh móvel. Sabe ele tinha do uma uma cadeia de doze department stores. E Crianças pequenas e uma mulher jovem. Largar aquilo tudo era uma uma uma decisão que ele não teve. Minha mãe decidiu um belo dia e disse, querido marido, Eu vou sair da Alemanha, ou você vai junto ou você fica aqui. Aí ele foi junto. <laughs> Aí A senhora tinha quantos anos? Eu tinha... Doze, né? Doze. Onze para doze. E fomos para a Ingla Não, primeiro me mandaram para a Inglaterra. Nós tínhamos uma governanta ingle inglesa. E meu pai era tcheco na Alemanha. Ele tinha um consulado. Te interessa isso saber? Sim Sim Porque os judeus alemães foram muito, muito perseguidos. Agora, um ãh um judeu que não era alemão, como meu pai não era alemão, Ele tinha um consulado, ele tinha uma proteção. O consulado, um belo dia, disse, olha, vocês vão ter que sair daqui, porque aqui não pode, nós podemos ãh ãh controlar essa situação até um certo ponto. Até que os Aí nós fomos, nós crianças, fomos para a Inglaterra e ficamos meio ano numa casa de uma governanta que nós tivemos inglesa e depois fomos para Praga e ficamos em Praga com parentes E ninguém sabia que os alemães vão ocupar a Tchecoslováquia e fazer a mesma coisa que eles fizeram na Alemanha. Então, por sorte, ãh conosco deu tudo certo. Eu fiquei ãh um ano em Praga, não aprendi tcheco, que é difi difícil demais. Fomos numa escola inglesa que Essas escolas são todas iguais, igual à Graduate School aqui. E a Até depois, aí foi fuga mesmo. Aí fomos de Praga para Holanda. onde minha avó tinha uma irmã, e ficamos com essas ãh essa tia, até que os alemães chegaram na Alemanha também, e também fizeram a mesma coisa que eles fizeram em todos os países, quer dizer, não sou grande defensora ô dos alemães. E aí ficamos na Holanda, muito bem recebido, E não fizemos escola, daí fomos para a Inglaterra, até que a guerra começou. E fomos para... Não, a guerra não começou, mas a já tinha ãh ambiente de pré-guerra.
E como eram essas viagens? Eram viagens de trem?
Não, <laughs> Como era Era de avião. Naquela época começaram os aviões, e como meus pais eram muito muito progressistas assim, puseram no avião. Eu tinha É que eu tinha dez anos, doze anos, e minha irmã tinha três anos menos, e berrou o tempo todo. Eu tinha que <laughs> ficar com ela. sozinha, não sempre fomos ãh ãh... Eu vivi... Primeiro, eu nasci numa cidade muito bonitinha. Aquele Rio de era uma cidade barroca, ãh histórica, que tinha... barroco da época mesmo. E lá foi uma cidade de sessenta mil, oitenta mil habitante só. E de lá fomos passar ãh um ano em Berlim, porque né em cidade pequena, antes de metismo, em ãh cidades pequenas. Eh uma pessoa que era dona de propriedades grandes lá, da da da ma ma maior loja que existia, Department Store, ãh foram muito perseguidas. Um dia, um motorista que nós tivemos jogou um paralelepípedo no nosso quarto, mas realmente para nos matar. E aí nós fomos para Berlim. Ficamos ãh numa escola inglesa ãh em Berlim uns meses, meses. Daí todo mundo tinha que sair. Fomos para a Holanda e ficamos mais uns meses. E depois fomos para a Inglaterra e fomos para o Brasil.
Agora, em Berlim, eram as duas irmãs sozinhas?
Não, com pais. Mas eles já <coughs> liquidaram todos os negócios, é a casa grande que nós tivemos. Só de ãh passagem mesmo, sabendo de Berlim, vão arranjar uma emigração. Eu sou rouca. para para o Brasil. O problema é que naquela época todo mundo era pré-guerra e aquele comunismo eh nazismo crescendo e tinha milhares de pessoas que queriam sair da Alemanha e foi muito complicado de conseguir conhecidos, que já eram vistos, porque esses países como o Brasil, a Argentina, nos Estados Unidos fizeram muitas dificuldades de receber esta ãh essas pessoas que tiveram que sair da Alemanha. Apesar de a camada que saiu, Era, culturalmente, uma camada muito bem preparada. Eram advogados, eh médicos, eh arquitetos, eh toda a upper class. Porque os coitados, os pobres, não tinha jeito de sair e, morreram campo de concentração. Quem tinha jeito e tinha eh previsão e possibilidade, saiu.
E a senhora se lembra como foi que chegou-se à conclusão de que seria o Brasil o destino?
Eu acho que isso foi minha mãe, o o o os pais que resolveram isso. Não, já tinha uma irmã aqui. Uma irmã da minha mãe já estava aqui. E depois nós chegamos aqui também. A dificuldade na Alemanha naquela época era um clima muito tenso ãh de conseguir visto, sabe? Todo mundo queria sair a algum lugar porque eles sistematicamente pegaram judeus e matavam. Isto Se alguém te conta isso de mil e quinhen mil e quinhe mil e quinhe E a assim as coisas se desenvolveram. Quem viveu dentro disso se virou. Para se virar tinha ter sorte, cabeça e dinheiro. Se você não tinha uma coisa dessas, você acabou.
E a senhora se lembra do dia dessa viagem para o Brasil? A data? Não, o dia, a data não. Como foi?
Lógico, eu me lembro de tudo. Nós saímos da... ãh Minha irmã eu fomos sozinhas para Praga. Tinha Praga era a Tchecoslováquia, quer dizer, não tinha nada dos alemães naquela época. Eu tinha parentes lá, porque meu pai era tcheco.

Lá fomos muito bem aceitos, eh muito mimados, que na Alemanha naquela época foi um inferno, nem comida tinha direito, eh liberdade, podíamos fazer qualquer coisa. E daí fomos para a Holanda, fomos para Praga, para a Holanda, daí fomos para Londres. tem que essa papelada, emigração, para onde ir, porque o problema para emigrantes, eh para para alguém que não consegue viver no próprio país, é tem que encontrar um país onde você tem possibilidade. Era todo mundo acadêmico. Minha mãe era pianista, meu pai era empresário. Ãh Nós fizemos ótimas escolas. Eh bom, aí cheguei aqui,
Mas a viagem saiu de Londres, então. Aí
Aí Londres. Minha mãe <laughs> trouxe deu cinco libras. Cinco. Para nós duas. Eh disse lá, podem passear. Vocês voltam às cinco horas da tarde. Aí nós saímos. Conhecemos bem Londres. Aprendemos muito bem inglês. E eu com uma irmãzinha na mão o tempo todo, porque não tinha possibilidade de... Aprendemos, sabe? Menina se vira muito bem em Londres. Comemos um café, fomos ao cinema, eh tudo pequenininho. <laughs> Cinco horas da tarde, eh os pais arranjaram a papelada, eh a mudança. Nós tínhamos uma nós tinhamos uma casa enorme, eh um quarteirão. Um quarteirão. co um Uma, duas, três, quatro ca eh ruas. Eh A casa era enorme. E o que deu, minha mãe levou. Agora, levar aquilo naquela época, sabe? Vai lá, mandar, não sabia bem aonde. Ela estava muito ocupada e nós ficamos muito independentes né então, porque também não queria ah não podíamos porque ah hum eh ah. Assim o tempo passou, até que um belo dia... Nós fomos para a Holanda, e de Holanda nós tínhamos também parentes que cuidaram de nós, tudo sem dinheiro. eh ãh Porque os alemães não deixaram judeus tirar dinheiro. Só que meu pai primeiro não era alemão, era tcheco, e conseguiu ãh mandar dinheiro clandestinamente. Não estávamos tão pobres. E um belo dia. Na depois desta desta época na Inglaterra, que foi muito boa, nós embarcamos num navio excelente, primeira classe, alto luxo, porque isto deu ainda para pagar em outras moedas, e chegamos no Brasil. A primeira coisa que minha mãe fez, no primeiro dia, sem uma palavra de português mesmo, nada mesmo, ela nos <laughs> enfiou numa escola, uma escola na esquina. Ela não entendeu português. Eu não, nada, não sei. Mas eu tinha, o quê? Doze anos, treze anos. <coughs> tinha mais. Treze.

Aí, for better and for worse, nós tínhamos que aprender o português e pronto. Conseguimos. Acabei fazer uma case e comecei a trabalhar.
Mas a senhora se lembra das primeiras impressões <coughs> que a senhora teve do Brasil? Assim, quando chegou?
Sempre gostei muito.

Tudo isso foi um ano de aventuras, entendeu? Então quando você vive um ano, crianças, adolescentes, na insegurança, dá uma certa insegurança na criança. Mas quando chegamos aqui também éramos muito... Bem educadas. Não fomos educadas para reclamar muito. E a

Não sei se vocês conhecem. E lá eu vivi adolescente.

E antes disso, como é que foi a adaptação com a língua portuguesa?
Simples.
Foi fácil?
Fácil. Simplesmente vivemos num ambiente, eu conheço um monte de gente que estava na mesma situação, não deu nem um trauma, quer dizer, um trauma. Trauma, coitado, para pô pais adultos, trazer duas meninas ãh de uma idade terrível, o pai que que já tinha trabalhado tudo o que tinha que trabalhar, eh tinha que ver como ele sustenta esta família que ele sustentou, que tudo foi muito admirável, mas isso foi assim muito pessoal tudo. Eh

O que mais só aí nós ãh Ela nem deu aula de piano. Ela deu... eh Pessoas... Aqui tinha um Seu

E o tempo passou, a gente fez amigos, nós crescemos. Nós ãh Eu trabalhei na, eu tive uma excelente escola ãh comercial para para e falava línguas. O nosso grande charme era que nós falamos alemão, inglês e português e mal francês, mas eh dá para falar.
E a senhora se lembra dos primeiros amigos que a senhora fez no Brasil?

Eh e outros amigos. conhece sabe, meninas conhecem logo um grupo. A gente foi dançar, foi na guerra. A guerra aqui não era dramático para jovens. Era sério, mas não era dramático como na Europa. A gente não sofreu fisicamente. Até que, depois da guerra, a gente soube que toda a nossa família foi morta pelos nazistas. Todos. Não sobrou um. Os que ficaram na Europa. Sistematicamente, eles pegaram e mataram em campos de concentração. Eram os irmãos do meu pai. A família da minha mãe sobreviveu e migrou. Os ãh do pai, não. <coughs> E nós aqui, a gente se adaptou muito rápido. Muito Muito pesso jovem, que já está num num ta tapado, todo mundo. Aí eu casei com... vinte e dois anos, eu casei com um arquiteto. Eu fiz um curso né de arquitetura de interiores.
E esse arquiteto que foi o seu marido, como ele se chama?

Muito conhecido. E

Nós nós conhecemos aqui, mas ele estudou na Alemanha também do mesmo jeito. Chegou trinta e oito, por aí. E quando eu era adolescente, ele já estava na idade de de casar, a gente namorou normalmente e casou. Tivemos uma ótima vida <sucks teeth> ãhum cultural e e um lar muito, muito bem dirigido. Tive dois meninos. O

Ele faz aviação. Tudo que você vê lá em cima é ele que organiza.

É uma firma muito conhecida. A época do importe parou, porque eram grandes ãh profissionais europeus que abriram uma firma de exportação e importação aqui. E foi superinteressante para nós. Primeiro éramos bem preparados, um grupo de meninas. Depois éramos bonitinhas, sabe? Você põe umas loirinhas, <laughs> de olho claro. Nós ía no mercado, <laughs> era um sucesso. E todas as firmas europeias que se instalavam aqui ofereceram os melhores. Nós éramos muito bem preparados, porque Fiz cenografia, uma coisa que nem existe mais. Também não sabia bem, mas, em todo caso, eu estudei. E a e a <coughs> aquela facilidade, sabe com? Quem quem viveu na Alemanha e foi para a Inglaterra, e viveu na Holanda e veio para não sei, já tem um pouco mais de... facilidade ãh ãh social para se comunicar com. Com depois da guerra o Brasil o que o Brasil é hoje começou depois da guerra que. Todo mundo veio de fora e todo mundo as primeiras ãh cabeças comerciais fizeram ótimos negócios aqui no Brasil.

E cresci lá, também não sabia muita coisa, mas eu fiz um, eu tinha um curso, curso é nada, você tem que ter prática, e quando você mais ou menos pertinho. A E não só eu, outras também né. É uma época que mulheres, jovens mulheres, bem preparadas, fizeram grandes ãh ãh careiras.

Dirigi muita coisa. Outras também era uma enorme firma de exportação e importação. O Brasil exportou praticamente tudo, porque na Europa não tinha nada. Então essas firmas ãh aproveitaram bastante. Exportaram e importaram, porque também não não tinha nada depois da guerra. Essas o Hoje essas firmas da daquele jeito não existem mais, mas naquela época era era um grande negócio, exportação e importação. E tivemos muita farra, muita trabalhamos bem, cobraram tudo, e o ambiente era agradável, muito agradável. Até que, um belo dia, casei. E Casei com um arquiteto que fez boa carreira. Eu fiz um curso de decoração de interiores. E nós tínhamos, até pouco <laughs> tempo atrás, uma excelente firma de ãh arquitetura. E Quer dizer, ele fez a arquitetura e eu fiz a o interior.
E a senhora se lembra do dia do casamento? Como foi?

Dia vinte e cinco de julho eh... Mil nocecentos... Em que ano eu casei?
Mas como foi, independente do ano? Como foi esse
O meu casamento É foi joia. Eu fui tudo em casa. Cinquenta... Quando é que eu casei, poxa vida? Quarenta e seis.

E seis Primeiro, meu pai olhou bem o meu marido, que era um arquiteto que se formou na Alemanha. É muito legal né, muito interessante. Depois, ãh ãh nós trabalhamos. Eu trabalhei a vida toda. Ele trabalhou, eu fiz decoração de interiores. E Trabalhamos juntos e tudo que nós conseguimos, fizemos juntos.
<coughs> E ele também era da colônia judaica?

E foi um casamento judaico, então? Ãh
Religioso? É Hum é, em casa. Não foi assim muito religioso. Foi, foi. Veio um rabino, deu a benção e pronto.
E aí, vocês se mudaram? Foram morar aonde?

Deixei o meu emprego na Panambra ele e nós construímos juntos, nós abrimos uma firma de construção e de arquitetura, e de projetos, e de decoração de interiores. Tínhamos um grande ãh um grande escritório. Ainda tenho.

Perto daquela maternidade, não sei se você conhece. Eu não tinha uma maternidade ao lado. Eh lá ficamos até que meu marido faleceu. Aí

e ainda tenho escritório, a firma existe ainda, e eu estou liquidando as coisas que... nós temos prédios, e... inquilinos, e... condôminos, e eu estou liquidando tudo para liquidar tudo.
Mas nessa época que vocês construíram o... a empresa de... de arquitetura, a senhora se mudou com ele para para a casa do casal, ou não?

A senhora vivia com seus pais?
Não, não, não. Eu vivia com meus pais.

Ele era muito jovem. E da

Prédio e, em cima, nós fizemos um lindo apartamentozinho para nós, onde eu fiquei um ano morando.

perto da escola inglesa, e lá ficamos quinze anos, criamos filhos que frequentaram a escola inglesa, e depois a gente mudou para outras casas. Construímos casas, aí chegou alguém falar com meu marido que ele quer uma casa, então meu marido disse que tipo de casa o senhor quer, O cliente disse, ah como sua aqui, mais ou mais ou menos. Meu marido vendeu oito casas desse jeito. Eh eu mudei oito vezes. Isso quase custou o casamento. Que ele vende Eu decorei as ca, ele construiu as casas, eu decorei as casas. Chegou alguém que queria a casa, ele vendeu. Até tomar água.
Aí a senhora estava contando de que era uma parceria essa essa empresa.
A nossa firma era era era um um bom um grande sucesso, nós tivemos muita sorte, porque eu consegui acompanhar a arquitetura do do meu marido, fiz contatos sociais, que ele tinha dificuldade em fazer, porque arquiteto nós tínhamos um grupo muito interessante, um grupo intelectual de arquitetos internacionais. Uma vez por ano fomos em congressos e viajamos. Realmente eu não tive sorte nesse sentido. <coughs> Conheci todos do mundo. E como ãh arquiteto, em geral, é uma personalidade ãh interessante. Ãh Nem sempre muito equilibrado, mas interessante. Assim nós conhecemos o mundo e vivemos a vida muito bem vivida, com crises, uma vez melhor, uma vez pior. Eh Sempre tivemos boas casas, ãh educamos os filhos, peguei mais uns de fora, uns sobrinhos que não tinham, priminhas que eu criei como junto com os meus. Hoje tenho uma turma muito simpática que convive. Eh depois a vida se desenvolve normalmente. Não é Você fica mais velha. Eh o mundo não é mais só o teu mundo. O o mundo é dos outros. Eh a A gente viajou bastante, conheci pessoas muito interessantes ãh do mundo de arquitetura, todos os conhecidos.
A senhora se lembra de alguma viagem assim Muitas viagens que tenha marcado?
Cada dois anos fizemos maravilhosas viagens com ou sem congressos. Foi muitos congressos que foram super interessantes. Em geral, nós fomos num congresso e viajamos sozinhos. Eu conheço o mundo bem. Meu marido era um homem. <laughs> Ontem, quando eu peguei as fotos, eu vi. Eh em Firenze, tem uma igreja. Naquela igreja, tem portas da igreja barrocos. E uma daquelas portas É um barroco muito típico, muito ãh especial. E eu tive que ir para a Firenze e olhar aquela porta. E, por acaso, ontem à noite eu vi ela num álbum. Realmente o máximo! Mas quem tem que ir para a Firenze para ver aquela porta? Tudo isso foi muito interessante. Era uma vida muito rica, com bastante sabe nem... Arquitetos não ganham sempre bem, ganham mal de vez em quando. e tem muita concorrência, mas tem muita coisa interessante, porque tem muitos congressos, muita ãh competition sabe assim, tem que ganhar prêmios, e tudo isso foi foi muito bom. Tudo eu não posso me queixar. Infelizmente, meu marido pegou câncer da próstata ãh com... setenta e poucos anos e morreu com oitenta e dois, quatro anos atrás.
E dessa época, assim, dos projetos e das concorrências, a senhora se lembra de algum projeto que que a senhora tenha gostado muito de trabalhar e que tenha ficado marcado na história dessa dessa empresa?
É, todas as. Ele era muito bem... Se você olha no no, ele era muito conhecido. Naquela época, tinha um tinha um grupo de arquitetos, uma turma que nós vivemos, foi super interessante.

Eu conheci todos, convivi com todos esses arquitetos da época, ãh que era um grupo muito ãh que se deu muito bem, não tinha aquela ãh competition sabe, todo mundo trabalhou junto, porque o Brasil se construiu justamente depois da guerra, o São Paulo. Eh ele fez indústrias. Nós fizemos grandes indústrias. Eu fiz o interior. Eu fiz a

E eu fiz ela sozinha. Agora, meu marido sempre tinha aquele ãh ãh aquele eh escritório de construção. Me ajudou. Mas na decoração, não. E houve épocas que eu... Tinha prazos fixos.

E foi muito interessante. Eu não tenho um dia... Eu tive minhas preocupações, eu tive minhas ãh ãh ãh... Como todo mundo, dificuldades. Mas eu tive muita recompensa. Eu tive uma boa vida.
E como que foi, para para a profissional, a chegada da da primeira filha?
Eu só tenho homem. É o primeiro filho. Muito simples. Bem normal. Você <laughs> A minha vida foi tudo graças a Deus, tudo bateu na madeira. Ãh Eu casei, eu fiquei grávida, eu tive um bebê normal. Todos os o dois. Eh Criei normalmente. Gostei de vez em quando, de vez em quando não gostei. Normal. São bem educados. São

Chegou alguém, queria aquela casa, tá bom, vende.

Isso foi uma crise no meu casamento, porque meu marido fez lindas casas, chegou alguém, eu fiz um lindo lar, chegou alguém que queria, lá foi a casa. Nem perguntou, o sem vergonha. <laughs> Vendeu. E assim eu fui ganhando acho que dez casas, oito, dez casas desse jeito. Mas o nosso dinheiro nós ganhamos assim. Eh E foi isso.

E as crianças cresceram.

E assim a história vai. Agora, eu sou velhinha, eles devem criar ãh continuar o mundo que nós construímos para eles.
E como que foi a notícia eh da da doença do Seu

Isso foi muito sério. Ele ele sofreu de... <coughs> Ele sempre sofreu da bexiga um pouco, até que um dia deu um câncer. Aí ele viveu mais uns quatro, cinco anos sofrido, mas não viveu. Trabalhou até dois ou três meses antes de falecer. Foi muito triste. Ele foi muito conhecido eh foi dentro da família também sabe. Nós tivemos um casamento bem normal assim, bem bem bom. Companheiros ãh... Não é que a gente não tinha problema, todo mundo tem problema, mas poucos. Basicamente, a base era boa. Nós temos a mesma educação, a mesma religião. A Tudo isso eu acho importante.
E como que foi essa transição de passar a viver com essa ausência?
Tudo isso é um grande um grande... ãh uma perda muito grande. Não não é fácil. A gente consegue. Eu sempre nunca vivi a vida do outro. Tem mulheres que vivem a vida do outro. Eu vivi sempre a minha vida. Mas ãh deixa de ter charme, sabe assim? Quando você tem um bom marido, Vivemos bem, nós convivemos bem, que também é muito importante, nós viajamos bem, nós vimos o mundo, nós temos os mesmos interesses, sabe, interesse em arquitetura, em viajar, em pintura, em mesma maneira de viver. A procedência já era igual. É muito importante.
Eh e aí o que aconteceu com o com o escritório de arquitetura?
Continuou. Continuou. E a Acabei o que tinha que fazer.

A senhora continuou tocando sozinha.
Nós aco acabamos. O que acontece? Quando você constrói <coughs> por conta própria, você tem propriedades. Então, tem inquilinos, tem ãh ãh defeitos em obras, ou a manutenção de obras. Eh a Agora está acabando, está aos poucos. Agora. Mas existir, existe. Quer dizer, a firma está lá. Mas isso não é normal. Na minha fase da vida, as coisas acabam. O que existe, a gente leva até o fim. Ãh Isso também é um pouco sorte. Tem que ter boa saúde, tem que ter a cabeça em ordem, tem que ter uma turma que me respeita e eu respeito eles. Tudo isso é dentro do normal. Eu não tenho grandes queixas. Entendeu? É isso.
Mas hoje a senhora ainda trabalha ou já encerrou?
Não, eu trabalho, eu mantenho aquilo que eu tenho. Eu não não não crio novidades. Absolutamente, Deus me livre. Mas eu tenho uma secretária de vinte anos e ela e eu, nós administramos aquilo que eu tenho. Aquilo ãh... Eu tenho uma casa, <laughs> eu tenho... A firma eu tenho ãh normal, nada de nada de muito ãh ãh grande, muito importante, mas para nós deu, durante ãh quarenta anos, cinquenta anos, uma boa vida. Foi muito bem administrado.

Também foi muito bem educada.

Comércio, eu acho. Nada a ver. E os dois estão... Os dois, graças a Deus, estão se dando bem. São completamente diferentes.

Mais velho.

Hoje já tem sessenta e dois anos. Eh Não casou. Eh Sabe? Não é bom. Tem que casar. O outro É tu é tudo normal, sabe? Dentro do... Nós levamos uma vida burguesa, mas boa. Uma vida onde todo mundo se interessa. Eu tenho uma enorme família. com primas e primos e todo mundo gruda. E
A senhora disse que ajudou também na criação dessas primas.
Como é que é isso? Ah Na minha família aconteceu que o casais se separaram. Na Colômbia, por exemplo, me trouxeram uma menina para educar. Quatro anos. Eduquei.

Depois, minha irmã faleceu, deixou e a avó também, mas ela foi muito bem educada pela mãe. Assim, sabe? A minha casa ficou. Como é que eu vou te dizer? Uma casa aberta para a família. Eh Eu eu cuido muito disso porque eu acredito que quem convive bem com a família tem sempre uma segurança. For better and for worse. Quer dizer, não digo que todo mundo gruda junto, mas um cuida civilizadamente do outro, se é necessário, porque é importante. E não tolero grandes brigas.

<laughs> Isso aí.

Primeiro você tem que ter um bom gênio. Depois você tem que conviver bem com outras pessoas. Tem que ser tolerante, eh compreensível. É só isso. Quer dizer Ãh a gente tem que tentar se adaptar ao nível dos outros, não ser muito diferente, eh e dentro disso conviver bem. Agora, quem foi educado <coughs> para saber o quê? que é uma vida boa, quer dizer, ãh não viver só pelo dinheiro, só pelo prazer, ou só pelo pela comida. Tem que viver de tudo um pouco, aí você vive uma vida... Boa, de tudo. Principalmente em o que a gente tem que saber de cultura, tem que aprender o que dá para aprender. Que você quer me ensinar ãh matemática, pode esquecer, porque não Mas se você quer me ensinar arte e ãh ma ãh sabedoria de vida, é um sucesso. <laughs> Quer dizer, ugh ugh tem coisas que você assimila e coisas que não dá. E assim a nossa vida mais ou menos funciona. Eu Eu tenho uns priminhos que nasceram aqui no Brasil já, que são super ãh... têm sucesso na profissão e todo mundo... Nem todo mundo tem grande sucesso, mas alguns têm. E a gente vive numa vida normal. É a
A senhora alguma vez voltou?
Para a Para a Europa?

Para? também, muito.
E como foi esse retorno?
Esquisito. <laughs> Lá é uma cidade tão pequena. Então, ãh eu não conheci mais ninguém sabe da onde. Nós tínhamos ãh ãh... Eu saí lá, eu tinha doze anos, então não fiz mui eh ah. A época que eu vivi lá não foi uma época muito tranquila. Para nós foi, porque nós crescemos numa ca casa num quarteirão de jardim. Você está mais ou menos separado. Minha mãe diz que quer quer a companhia chama para cá. Eu não sei muito da daquela época. Não foi uma boa época. É totalmente incompreensível que um país como... Você é brasileira brasileira? Mãe, pai, tudo. Um Um país como a Alemanha passou por uma época como esses alemães passavam. É incompreensível. O incompreensível é que esses muitos judeus intelectuais que viveram na Alemanha eram ótimos ãhum alamães, eram ótimos ãhum... Como se diz um um ãh um sujeito que vive no país? Como é ãh Aqui no Brasil Foram na guerra, perderam pernas e, lutaram pela pátria. Portanto, que esses adultos, na época, eu não era adulta. Eu nunca até hoje não entendo como os alemães, que têm um certo ãh uma certa história, uma certa fama de não sei o quê, conseguir um povo inteiro. Todo mundo foi à escola, todo mundo aprendeu, sei lá, leu a Bíblia uma vez ou aprendeu alguma coisa. O comportamento que eles tiveram, eu até hoje não entendo. Eu estou no fim da minha vida. Como é possível? Isto me Isso mil e quinhetos, mil e seiscentos, tudo bem. Mas isto nesta época que eu me lembro disso, eu nunca vou... Alguém alguém vai me explicar isso. Eh a
A senhora se lembra eh como chegou a notícia do final da guerra? Como é que a senhora recebeu essa notícia?
Mal, mal. É, lembro. Meu pai deixou... Minha mãe tinha todos os parentes aqui. Irmã, irmão, et cétera. Meu pai perdeu todos. Todos. Não sobrou um. Eles viveram na Áustria, na Tchecoslováquia. Os alemães invadiram, pegaram os judeus e mandaram mandaram direto para a Forno. É incompreensível.
Mas e depois, quando terminou a guerra, que os nazistas
Foram vencidos a guerra, nós não conseguimos ãh ãh nenhuma notícia, e quando a gente conseguiu uma notícia, a gente soube que todo mundo morreu. Foi muito, muito chocante. Muito. Porque a gente conviveu ãh como uma família unida. Não são aquelas famílias que um não se dá com o outro. Todo mundo era junto e conviveu, meus primos, meus tios. Meu pai tinha... Eles eram nove. Dois faleceram normalmente, os outros foram mortos pelos alemães. Um outro tio meu nã ãh lutou na Guerra da dezoito, na guerra da da da Alemanha na na Primeira Guerra Mundial, perdeu perna, perdeu não sei o quê. E foi mandado para um campo de concentração com uma perna que já... Nun nunca entendi, não vou entender, eles também não entenderam que ofereceram... a pessoa deles para a pátria foram mutilados e acabaram daquele jeito. Isso é uma coisa uma história você fala com um alemão que vai te explicar. Eu não posso te explicar isso.
Agora, e depois, em quando a guerra realmente terminou? que a senhora já morava no Brasil. Ah
Mas aí a nossa vida Como foi que chegou? A minha vida, eu casei, nós trabalhamos muito, uma vez tivemos mais ou menos, fomos super bem educados, eu eu e meu marido, criamos filhos maravilhosamente bem. Tivemos nossas dificuldades normais. Nã ah um arquiteto com talento não tem sempre eh obras para ter bastante dinheiro. Nós vivemos muito ãh difícil. Mas a gente superou aquilo tudo, eu também trabalhei, e fiz um monte de decoração de interiores, comerciais, ãh indústrias, bastante. Eh a Acabei quando meu marido ficou doente, Eh não conseguiu mais trabalhar e ainda mais ganhar.
Mas a senhora não se lembra de como chegou a notícia do fim da guerra?
Que Eu me lembro perfeitamente. Acabou a guerra e a gente tinha <coughs> contatos lá, ainda que durante a guerra não eram acessíveis. E a gente entrou em contato com... Aqui tem a Congregaç Congregação Israelita Paulista. Meu pai era um fundador. Esses fundadores, essas instituições, tinham contatos na Europa. Primeira coisa que ele tinha sete ou oito irmãos lá. Ele foi uh se informou. Isso não Passou um mês até que ele não sabia o que aconteceu. E a
Senhora soube Foi um choque. Ãh A senhora soube pelo seu pai, então?
Por intermédio, aí eu já era grande. Eu até ãh providenciei, fiz o contato, era mais assim internacional. Na na época não tinha e-mail, essas coisas, mas tinha telegramas e telefonemas, que também não eram muito mil novecentos e E quando era... Mas quando a gente sabe quando você é ãh atualizada da época, você fala no telefone, você manda um telegrama, você tem e-mail, aquela coisa toda. Depois, nós viajamos para a Europa. E Ele também viajou para a Europa. Eu fui lá na casa onde tinha algumas casas. Eu tinha casa em, que é uma enorme casa, numa cidade pequena. Eu tinha esta casa nas montanhas na na na Tchecoslováquia, que é o lugar mais lindo do mundo. Hoje, quando eu de vez em quando, a gente se lembra, porque você lé vé vive a vida atual, ãh a Floresta da Boêmia tem um cheiro. Posso te explicar que cheiro? É uma planta, uma árvore que Que que o A floresta cheira de acordo com aquela árvore. É a coisa mais gostosa do mundo. Quando eu sei lá deito na cama penso assim na minha infância, eu penso naquele cheiro entra no meu nariz. É uma coisa muito ãh gostosa. Eu não tenho tenho boas memórias e boas lembranças, também outras não, não tem não era tudo ãh só alegria, tem bastante dor de cabeça na vida, mas você tem que lutar e tem que se impor.

Seus sonhos para o futuro?
na minha <laughs> idade também. Você quer boa saúde, quer os filhos que que se resolvem bem.

Não vive sozinha no mundo, que eu acho que não é uma coisa boa. Eu acho que a gente tem uma boa família, a gente tem que viver juntinho. Eeu Por acaso, é uma grande sorte, eu tenho muita sorte, ela e eu. Você tem uma família trinta e cinco pessoas e nem todo mundo pensa igual. Eh Ela pensa igual, amiga. Ela adora estar aqui, mas a gente não está muito junto. Eu quero tudo em ordem. No fim da vida, a gente quer um fim de vida ãh cheio de harmonia, sem grandes problemas. É isto que é o meu sonho. E um dia eu quero deixar essa família bem como eu tentei de deixar. Eu acho que tem um filho mais velho que é muito simpático, também não casou, gostaria que ele tivesse família. Eu sou uma grande amiga de uma boa família. Eu acho importante. Tem pessoas que odeiam família. Eu não. Eu gosto.

Olha, tem tantas histórias interessantes da minha vida. Especial, especial. Não posso te dizer assim o. A minha juventude era aquilo que eu te contei, era <coughs> movimentada, não era nem para todo mundo fácil, mas eu superei bem. A minha adolescência também. Foi normal. O meu casamento foi também normal. Não foi sem problemas, mas também não grandes problemas. Deu para fazer um bom casamento. Os filhos... <laughs> Um ca um casou bem

Como é o nome dela?

Ah está está tudo bem. E a gente tenta de viver alguma dentro de umas certas ãh tradições que eu faço questão. Mas eu acho que eles não. Eu sinto que um dia que eu não estou mais aí, talvez eles não vão vão viver essa tradição toda, mas eu acho que isso segura uma família e dá dá uma certa segurança da personalidade de cada uma deles e dos outros. Acho importante. Acho um feriado quando eu sento lá e vejo trinta pessoas, tudo meu. Eu acho eu gosto. Eu me acho mais rica em experiências ãh humanas do que muitas pessoas que conseguem Se desfazer de certas coisas, certas obrigações. E A gente tem obrigações na vida. E vive melhor se você cumpre essas obrigações. Mas eu não posso te contar. Vou atender uma aula para vocês. <laughs>

O que a senhora achou de contar a sua história? Ah
Não, eu gosto. Eu Eu já fiz isso. <coughs>

Como eu eu frequentei ãh ãh turmas e grupos, eu já já fiz isso. Eu Eu acho agradável. Não tem nada que... Tem muita coisa chocante, se você pega um... Muita coisa agradável, algumas coisas que não são agradáveis, algumas coisas tristes eh. É tudo muito ãh humano. Na minha vida não tem nada, não vou dizer, que teve problemas. Mas problemas humanos. Eu tive um marido super inteligente, por exemplo, que foi muito complicado viver com um gênio. <laughs> Gênio sempre tem meio... Ele era um ótimo arquiteto, e naquela época tinha um grupo de arquitetos aqui, <coughs> poucos brasileiros, todos muito simpáticos, e nós tivemos uma sorte, eu, de conviver com toda essa turma de arquitetos internacionais. E isso foi a grande riqueza da minha vida social. E curti muito a família. Para Pronto aí você tem tudo. <laughs> Conheço todos os arquitetos. Viajei o mundo em congressos. Nem tudo podíamos fazer, mas muito fizemos. Conhecemos uma ãh uma classe superior intelectual que é difícil encontrar, e nós fizemos parte disso, que é bom. Convivi com pessoas de alto nível, que mais? Tudo isso eu desejo para as outras, tá certo? Vocês são casadas?
Muito obrigada pela sua